São Paulo, dois de outubro de dois mil e oito. Realização, Instituto Museu da Pessoa.net.

sessenta. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde. Eu vou pedir que você comece, eh, dizendo para a gente o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento.

E eu nasci no dia trinta de setembro de mil novecentos e setenta e quatro, aqui em São Paulo.

E agora eu vou pedir para você falar para mim o nome dos seus pais.

E a minha mãe é a Sônia, é a Sônia Maria, não é tão curto o nome dela, né?

tá. Eh... Conta para mim um pouco como que era o a tua infância, em que bairro que você cresceu aqui em São Paulo.
Eu cresci aqui na Alta de Pinheiros, na mesma casa onde minha mãe mora até hoje. Uma casa grande, que tem um jardinzão grandão, uma casa bem gostosa de crescer. E... E aí, assim, acho que cresci nessa casa e tinha as minhas férias, que também eram sempre ou na fazenda ou na praia. Então eram os dois lugares que eu ia, essa casa e essas duas casas. A fazenda tem família tua que mora lá? Ou... É, a fazenda é em Guaranésia, que é uma cidade no interior de, no sul de Minas. A fazen, é a onça, a fazenda. <sighs> E... E lá na onça é uma casa da minha família super antiga, minha avó Moema, que sempre foi a dona da casa, e acho que a dona da família também, de algum jeito.

E a Casa da Onça existe até hoje, a gente vai, vai um pouco menos. Hoje a minha avó fale já faleceu e o meu avô está bem velhinho, e, mas a casa continua lá e é uma casa de de muita muita vida. Porque são só eles, Minha mãe tem seis irmãos, então eles foram sempre em sete, e aí muitos primos, muita gente convivendo, e lá foi um lugar bem importante assim, para mim a vida toda.
Mas sua mãe nasceu aqui em São Paulo.
Minha mãe nasceu aqui em São Paulo. Minha avó nasceu nessa casa mesmo. Nasceu na casa e aí os sete filhos nasceram em São Paulo e sempre foram e voltaram de de Guaranésia. Atualmente, o meu marido, com quem, a pessoa com quem eu me casei, também é de Guaranésia, por uma coincidência. A família dele é inteira de lá também. E, então, eu continuo indo para a Guaranésia agora mais pela família dele, porque os pais dele moram lá. E, e aí eu fico um pouco na fazenda, na onça, e um pouco na casa do meu marido.
O que seus pais fazem?
Meu pai trabalha no mercado financeiro, bolsa, uma loucura.

Com grana, uhum, o tempo todo. E... Você me trabalhou muito desde desde que eu sou pequena. Chega em casa às oito da noite, chegava em casa às oito da noite, saia cedinho às oito da manhã.

Mercado financeiro. Umas horas eles chegaram em casa contando que a gente estava rico, umas horas eles chegaram em casa contando que a gente estava pobre. E até hoje, a gente está numa semana louca de mercado. Essa semana ele também, tem dia que ele fala, agora não tem mais dinheiro para nada. Aí tem outras horas que está super rico. E a minha mãe fez direito, é é advogada, teoricamente, nunca exerceu, nunca trabalhou com isso.

E acho que quando eu tinha, sei lá, uns três, quatro aninhos, ela começou a trabalhar como paisagista, começou de assistente de uma arquiteta, paisagista bacana, depois virou sócia, e aí trabalhou a vida inteira, acho que uns durante quase trinta anos como paisagista, e depois, agora, faz, sei lá, três, quatro anos, ela parou de trabalhar, inclusive o escritório onde ela trabalhava, que é na edícula da casa dela, dessa casa grande onde eu eu nasci e me criei, É onde eu trabalho hoje. Então, eu ainda estou com o pé na casa da minha mãe. Hm
E você sabe como eles se conheceram?
Eu, assim, exatamente como eles se conheceram, eu não sei, não. Eu sei que eles eh... Meio que a mesma turma e tal. Eu sei que eles começaram a namorar que... Tinha uma outra Sônia, tinha uma Soninha, que ai, que meu pai namorou anos e anos. Então tinha, eu sei só dessa história dessa Soninha, que foi sempre um drama essa tal da Soninha. E a minha mãe é a Sônia, então... Eles começaram a namorar, aí ele terminou com a minha mãe, foi voltar com a Soninha. Tinha essa história dessas duas Sônias aí o tempo todo. No fim das contas, eles se casaram. A minha mãe se casou com dezenove anos de idade, super nova, né? E o meu pai com E eles se separaram faz três anos. Viveram trinta anos juntos, trinta e dois anos juntos.
Você tem irmãos?
Eu tenho um irmão, o Guti.
Ele é mais novo ou mais velho?
Ele é mais velho. Meu irmão três anos mais velho que eu, dois e um pouquinho mais, dois e meio.
E teus avós? Qual que é o nome dos teus avós do lado da tua mãe, que foi o que você falou?
Da minha mãe é a vovó Moema e o vovô Firmino. <coughs> E do lado do do meu pai é o é o Álvaro Augusto é meu Meu avô é Álvaro Augusto, meu pai é Álvaro Augusto, meu irmão é Álvaro Augusto e meu sobrinho é Álvaro Augusto. Só que ficou, era o vovô Uto, o meu pai é o Guto, o meu irmão é o Guti e o meu sobrinho é o Guigo. Um bando de alvinhos, mas ficaram com esses apelidos.

Minha avó é a vovó Lisa. Hoje, vivos, eu tenho a vovó Lisá e o vovô Firmino. E
é esse esses teus avós de parte de pai, eles são no interior também ou são daqui de São Paulo?
são daqui de São Paulo.
E daí, na tua infância, o que que você recorda um pouco de você pequena, lembrando um pouco dessa relação com os teus pais, com o teu irmão, com os avós, que você falou

É, a onça era onde, acho que onde eu ia marcando os anos são as férias, né? Acho que o que marca mesmo a nossa vida aí de infância para mim foi muito a a fazenda. Então, eu passava as férias lá, no começo um pouco mais com a minha mãe, mas logo ela começou a trabalhar, então ela ia só no fi nos finais de semana com o meu pai. E a gente ficava lá o mês inteiro, dezembro, janeiro, fevereiro, julho. Então eu ficava bastante na onça mesmo com a vovó Moema. E e lá tinha uma casinha, uma casa bem antiga, assim, né? Uma casa bem grandona, antigona. que ela é, quer dizer, para mim era uma casa antiquíssima é maravilhosa. Depois eu fui em outras fazendas e falei, nossa, a casa da Onça nem é tão antiga assim, nem tão maravilhosa assim. Mas para mim sempre foi aquela casa da fazenda, né? E... Uma casa cor de rosa, de janela a azul, assim, e batente branco. Uma casa bem colonial.

E aí tinha a casinha, porque tem uma mini casinha igual a casa, que era a minha casa. Que então eu tinha um quarto, uma sala, uma cozinha. um terraço, tudo bem pequenininho, e ali eu lavava o chão, passava paninho nas nas mesinhas e cozinhava, fazia brigadeiro, doce, tinha um fogãozinho a lenha, tudo miniatura, hm, e e lá eu que mandava. Então, até tinha meus primos e as minhas primas, mas, na verdade, eu é que era a dona mesmo, porque eu que limpava, eu que cuidava, eu achava que a dona era quem limpava e cuidava.

Então era bom, era bom demais ficar lá na na fazenda esse tempo todo, até porque minha avó uma uma era dona moema, ela era super brava, assim, super preto no branco, vamos dizer assim, e e eu era uma menina bacaninha, não era uma menina difícil, acho que eu era uma uma criança fácil de lidar e meu irmão era um diabinho. Total. Então aqui em São Paulo, acho que minha mãe não conseguia lidar muito com essa história do meu irmão ser um diabinho e me me bater e brigar para caramba e tal. E ele ficava sempre naquele lugar do do errado. E eu sempre no lugar da menininha certinha. E eu acho que para minha mãe era muito ruim ter um filho. Agora eu que sou mãe, fica um pouco mais fácil de ver. Muito difícil ter um filho que está sempre no lugar errado. <coughs>

E aí na fazenda iam você, seu irmão e os primos todos.
É. E daí lá sua avó dava um jeito do teu irmão. <laughs> Exatamente. Lá minha avó dava um jeito do meu irmão fácil, sem angústia. Acho que para minha mãe era muito angustiante dar bronca, brigar, castigo, bater, sei lá o que mais que fosse. Para a minha avó era assim, Guti, isso aí não vai fazer e acabou. Está entendido? Não, não, não. Ele já virava as costas, saia para lá e não me batia e não acontecia nada. Então era um lugar também muito protegido, muito bom de estar. E muito justo, assim, eu sentia que as coisas eram justas. Então, se o Guti queria entrar na casinha também e eu não deixava, ela também voltava e falava, essa casinha não é sua, <laughs> e deixava um pouco mais. E se ele não limpava, a casinha era minha, não sei, eu tinha, eu sentia que a minha avó botava um senso de justiça eh bem importante, que talvez na minha casa às vezes faltou.
E tinha outras coisas na fazenda que te agradavam? Como é que era essa fazenda? Você falou da casa, eh, mas o espaço era grande?
Super grande. O espaço era super grande. Até hoje é hm, eh, tem cerca de cinquenta E e eu tinha grandes amigas e amigos que moravam nas casas, os os colonos ali na fazenda, mas realmente assim, as minhas melhores amigas moravam lá. Eu tinha três grandes amigas, que era a Tata, a Neia e a Nilva. Hoje a Tata veio para São Paulo, a Neia também, a Nilva faleceu, ela ficou doente quando a gente já tem uns quinze anos, teve uma leucemia e...
E aí vocês andavam juntos pela fazenda?
Aí era isso, a gente eh, a gente assim a gente ficava lá, a gente, na verdade, o que a gente mais ficava era na casinha mesmo. Então a gente ia no pomar, pegava laranja, mexerica, jabuticaba, pitanga, sei lá o que mais que tivesse de fruta e deixava a casinha toda bonitinha com os crochêzinhos que a gente fazia também para as mesas. E a nossa vida era ficar deixando a casinha bonitinha e elas também curtiam isso. Acho que eu era meio mandona, tinha umas horas que elas me davam umas broncas, que... Acho que eu sempre fui uma menininha meio mandoninha, assim, na escola também. Eu lembro aqui na... Eu estudei no Santa Cruz aqui em São Paulo e eu lembro da de um dia que a gente foi num num clube aqui e as minhas amigas fizeram uma rebelião contra mim, assim. <laughs> Falaram, a gente não vai mais fazer o que você manda, você é muito mandona, você não sei o que lá. Eu acho que na fazenda também eu tinha pequenas rebeliões que falavam, puta, por que eu estou tão mandoninha, né? Até hoje eu luto com isso, para não ser muito mandona. Também hoje trabalho no escritório, tem um monte de gente que está um pouco sobre sobre a minha direção ali, ou coordenação, e tem que cuidar para não ser muito mandona, muito... Aprendi com a Dona Moema, né? Ela era mandona também e dava certo. Mas acho que é uma família de mulheres bravas. Então, minha minha avó era brava, minha mãe é brava. Eu <sighs> acho que às vezes sou meio brava. E... E agora não tenho nenhuma filha para continuar, porque acho que é uma geração de mulheres mesmo. E eu tenho dois filhos meninos. Então vamos ver se eles vão ser bravos também, ou como é que a gente vai, ou se eu vou conseguir umas noras bravas, né? É, vai ser um pouquinho pior.
E como que era a relação com os teus outros avós, do lado do pai? Eh,
Era mais distante, sabe? Eles eram aquela coisa de, sei lá, uma vez a cada quinze dias, um almoço, um jantar, mas nunca foi uma relação afetiva próxima mesmo. Realmente, assim, a a a minha identidade é muito pelo lado da família da minha mãe, com exceção do meu pai, que realmente é uma figura muito forte, muito importante, muito afetuosa, muito intensa na minha vida. A família do do lado do meu pai não é uma família próxima. Eu tenho dois primos hoje que ainda tenho... bastante contato, que é a Marina e o Dudu, e os outros, cada um de um jeito, cada um no formato, os tios também, hm, e mesmo os avós nunca foram muito próximos. Agora, ao lado da minha mãe, sempre todos, todos muito... São sete, né? Agora tem o que faleceu ano passado também, o tio Marcos. Mas dos sete irmãos, todos muito próximos, né? Eu sou... É madrinha de uns, outros são padrinhos dos meus filhos. É uma família muito muito forte. Está tentando se manter forte depois da da minha avó ter falecido, que acho que mudou completamente a família. Faz já uns cinco anos que a gente está tentando entender que família é essa sem a dona Moema. Mas estamos treinando, estamos descobrindo que família é essa.
E você lembra de algum caos ou que te marcou na fazenda? Alguma história engraçada?
A fazenda é di a fazenda é divertida, porque a fazenda ela parece aquelas comunidades de novela, né? Então tem assim, tem o bêbado, tem o cara que solta o foguete, tem o super hiper eh religioso, tem o mudo, o surdo mudo que fala gritando á o dia inteiro com você, assim como se você estivesse entendendo tudo, que é uma figura. E aí tem então tem as figuras muito estereotipadas, eh de tem o super o o ga o bonitão, esportista, que eu também fui apaixonada por vários lá na fazenda, né? Nunca tive a sorte de ter algum namoradinho de lá, né, para ter essa história para contar aqui, mas até que eu queria, mas acho que eles também não se aproximavam. Eu, bem ou mal, era meio que a doninha da fazenda, né? Então tinha um certo distanciamento, mas eu queria até, sabe, tinha uns dois ou três que eu... Depois um deles, o que eu mais gostei, eu soube depois que era gay. Então virou gay mesmo, assim, então não ia ter muita chance mesmo.

E lá também tinha, assim, a gente na verdade não fazia só isso, a gente saia a cavalo, saia de manhã a cavalo, às vezes ficava o dia inteiro fora. E aí tinha uma venda que vendia umas coisinhas outras, então às vezes a gente ia lá na venda, comprava uma lata de leite condensado, volta da venda para fazer o doce. E aí tinha uns outros programinhas que eu nunca achava muita graça, para falar bem a verdade, tipo, ir pescar e não não sei o que lá, isso aí eu não O que eu gostava mesmo era de ficar com as meninas, para lá e para cá, andar a cavalo, dormir na casa delas. Aí as meninas, quando a gente foi crescendo, tipo, quando a gente tinha uns treze, quatorze, elas tinham alguns serviços lá, né, que elas tinham que fazer na casa, então eu entrava um pouco nesse mundo delas de... de lavar roupa, estender a roupa no varal e tratar dos E ficava um pouco até nessas na rotina delas para poder me manter junto. E... e aí foi isso, acho que da fazenda era isso. Teve a Vera também, que era uma pessoa importante na fazenda, que veio para São Paulo para ser cozinheira na minha casa, que foi uma coisa muito estranha para mim, porque era uma amiga... que de repente estava na minha casa, num lugar... Era cozinheira e meu irmão se dava super mal com ela. E... e aí eles tiveram uma briga feia e ela foi mandada embora. E aí eu fiquei super revoltada porque eu achei que ele não tinha nenhuma razão, que estava tudo errado e tal. Ela era uma super amigona minha. E aí ela... três dias depois que ela foi mandada embora, ela também faleceu. Foi atropelada em São Paulo, num numa assim, quatro horas da manhã, voltando de uma balada. Ela devia ter uns, sei lá, dezenove, eu tinha uns E aí foi uma coisa super marcante, assim, porque, eh, eu fiquei mais brava ainda com meu irmão, e brava com a história, e brava com com tudo, achando tudo aquilo muito errado, muito injusto. Foi um momento bem difícil, assim, na minha vida, de eu achar o eixo de novo. Aí eu fui fazer terapia, porque aí eu não conseguia dormir, foi tudo um drama, não sei o quê. E foi ótimo, porque eu fui fazer terapia, eu eu super resolvi meus problemas na terapia meio rápido, assim, tanto meus problemas com meu irmão, quanto meus problemas com essas diferenças sociais todas que que sempre foram muito... muito fortes na minha vida, apareceram muito... muito fortes.

E aí eu decidi ser psicóloga, porque eu acho que eu achei uma linha boa mesmo, achei que dava para ajudar as pessoas, me senti ajudada e fui fazer psicologia e sou psicóloga hoje. <laughs>
Então, voltando um pouquinho antes... Uhum. Eh, qual que era a rotina daí na tua casa aqui em São Paulo?
Porque você falou bastante da fazenda, eh, mas voltando para cá... Aqui em São Paulo era escola, aquela rotina bem São Paulo, que às vezes eu falo, puta, o que eu estou fazendo com os meus filhos, né? Mas era isso, era vai para a escola, vai para o clube, eu jogava tênis, adorava jogar tênis, era boa, mas não tanto, <laughs> assim, ganhei um campeonato ou outro, mas não era super profissa, gostava... E a minha escola era muito legal também, que era o Santa Cruz, tinha muito... Tinha futebol, tinha handball, tinha basquete, eu jogava tudo, adorava esporte, sempre gostei muito. E cresci no bairro também, no Alto de Pinheiros, que é um bairro gostoso, que é aqui pertinho. Então, eh, sempre andando de bicicleta, patinando na rua, sempre cresci bastante na rua. Acho que a gente lá em casa nunca teve muito essa coisa de medo, eu continuo não tendo. Meus filhos andam muito na rua, ficam muito na praça, muito fora, se apropriando um pouquinho da cidade. E aí e aí tinha o meu irmão, que era um terror, né? <laughs> Meu irmão Era uma relação bem difícil, porque ele mandava a ver mesmo, batia mesmo, era chato, ele era bem ruinzinho comigo. E demorou bastante para gente com, assim, construir uma relação nova que não fosse pautada por essa história toda de briga, de infância, que era bem punk. Acho que ele parou o dia que eu também fui descobrindo outras ferramentas, outras formas de agredir ele. Foi só na hora que eu também descobri que ia, eu falava para ele que ele era burro, que ele era repetir de ano, que ele não sei o que, umas coisas que eram meio verdade, assim. Aí ele falou, opa, está me machucando também. E aí a gente parou de se bater e começou a ter uma relação mais normal.
E você falou do Santa Cruz, foi teu primeiro colégio, foi sempre teu colégio?
É, eu estudei primeiro no Aldeia, que foi uma escola que eu estudei um aninho só, que era no no Clube Alto de Pinheiros. Depois eu estudei no Bem me Quer, que era uma escola... no Itaim, uma escola gostosa, legal, a dona da escola era prima do meu pai, então eu me sentia assim também meio... da família. ...meio da família, eu gostava, era era bacana. E... E depois fui para o Santa Cruz na primeira série, que foi a escola que eu estudei da primeira até o terceiro colegial. E que eu sempre adorei, amei. Lá eu fê fiz as minhas amigas daqui de São Paulo também. Eu tenho uma turma de amigas desde a primeira série da escola, né, com sete anos, oito. E a gente é muito amigas hoje. Que sou eu, a Sim, tem quatro que são muito família mesmo, que é a Flávia, a Paulinha, a Lu e eu. Nós quatro somos amigas desde os oito anos de idade. Uma está morando em Nova Iorque, uma está não sei onde, mas a gente se fala sempre, a gente é muito junta. A Flávia é madrinha do meu filho, enfim.
O que que você lembra desses anos de escola? Como que era esse, eh... Você falou ba bem do Bem me Quer. Como que era um pouco a sua rotina lá? Você lembra um pouco dos professores?

Você era bem pequena, né? <laughs> É.
Bem me Quer, eu não sei. Eu lembro... Eu me lembro de uma sensação boa só, assim, de de ir para escola, de ser uma sensação boa. Lembro... Eu lembro que foi quan meio que junto com quando a minha mãe começou a trabalhar, né? Que eu comecei a ir para a escola há três, quatro anos e... E aí eu odiava ir para a escola com outras pessoas, eu só lembro disso, que era bem chato entrar num carro que não era com a minha mãe, que era ou com um motorista ou com uma amiga da minha mãe que levava, odiava. E... E no mais era gostoso, eu lembro de ser gostoso. Um monte de gente que estudou comigo lá, eh... Depois foi também para o Santa Cruz, eu continuei encontrando Gustavo, Schneider, foram uns que foram ficando meus amigos depois para o resto da vida.
E... E lá era assim. E no Santa Cruz, como que eram esses primeiros anos lá? Você se deu bem logo, né? Já fez vários
mudei, eu mudei. Logo que eu entrei no... O dia que eu fiz o teste, eu achei que eu nunca ia ter entrado. Ah... eu não entrei no Santa Cruz, dificílimo. Fui super mal e tal. Saí em prantos. Lembro que tinha uma... um testinho lá que era para pôr uns quadrinhos em ordem, tipo o que que vem antes, o guarda-chuva aberto, fechado, a chuva, não sei o quê. Enfim, tinha um testinho e eu e a professora falou assim, você tem certeza que esse vem antes desse?. Bom, acabou comigo, eu fiquei chorando, voltei para casa e falei eu não vou estudar no Santa Cruz, eu vou ser a única, o Butch já está no Santa Cruz, eu não entrei, nananã. meu pai que estudou no Santa Cruz também, ligou para o padre para falar e tal. E, na real, eu tinha fê eu tinha acertado tudo, não tinha errado nenhuma questão, eu entrei super bem. E aí no Santa Cruz era era era legal, era uma escola, eu sempre fui bem, eu tirei uma ou outra nota vermelha em algumas épocas, no colegial um pouco mais, mas nos primeiros anos de escola eu gostava, gostava bastante de estar lá.
E você falou do Santa Cruz, como que era... Que que lembranças você tem, assim, de professores ou desse tempo de escola mesmo com os amigos? Daí, assim, até o colegial, porque você, né, ficou lá até o colegial.
Eu acho que no no Santa Cruz eu eu... São essas amigas, sabe? Que a gente vai ficando muito grudada e muito juntas. Eu, a Paulinha, a Lu e a Flá. E, de repente, a vida era a gente. Sempre tiveram outras amigas que vieram e entraram e depois no colegial. A Lu, a Aninha, que vieram mesmo e e estão ainda. Mas eu acho que desde pequenininha é a gente. Então, assim, eu lembro na segunda série, quando eu conheci a Flávia, que hoje é minha melhor amiga ainda, que é a madrinha do meu filho e tudo, e que a gente ia mais cedo, porque os irmãos estavam de recuperação, o irmão dela e o meu, e a gente ia e ficava sem se falar muito, jogando amarelinha, e foi assim que a gente foi ficando amiga, jogando amarelinha e jogando umas coisinhas daquela dessas de pular no chão, mas sem conversar muito. E aí depois de um um um bom tempo é que a gente foi conversar.

E e aí, putz, ficamos super amigas. A Lupe, a Vezã, que também é amigona, era... eu era fã dela. Acho que ainda sou também, mas achava ela linda, super bonita, eu gostava do jeito que ela arregaçava a manga do casaco, eu gostava do jeito do o olho dela era verde, ela era, eu achava ela o máximo. Então sempre foi uma alegria também ter ela perto e ela ser mesmo minha amiga, ídola, né? E era minha amigona. E a Paulinha sempre foi pequenininha e engraçada, divertida, uma figurinha. As três, né? Eu Eu acho que assim, de nós quatro, eu sou a menos bonitona. As três são super bonitas. A Paulinha é linda, a Flávia é linda, a Lu é linda. Ouçam meus olhos, né? Mas eu realmente... Acho elas muito bonitas. E aí depois, assim, acho que perto da da adolescência é que o negócio começou a ficar super legal mesmo. Porque aí a gente saía juntas muito, de bicicleta, desde os doze, treze anos. Passava o dia inteiro andando de bicicleta juntas, depois de mobilete. Uns quinze anos, a Lu no mobilete, eu tinha outra, aí Paulinha na garupa, Flávia, outros, e a gente ia para lá e para cá. E aí começamos a aprontar, porque até então a gente era super boazinhas, né? Todas em Aí a gente começou a aprontar mesmo, de sair à noite, fugir dos pais, daí com quinze, dezesseis já roubar carro, bater carro. Aí eu fui um horror de adolescência. Tudo que eu fui bonitinha na infância, na adolescência eu dei uma errada feia, assim. Fui fui uma boa aprontada.
Tem alguns casos, assim, que você queria contar para a gente? Dividir aqui. <laughs> Eh...
eu acho que... Acho que a minha grande dupla, assim, de transgressão era a Lu, que a gente começou no, a gente ia para o Paiol Grande, que, nas férias, que era acampamento, e a gente foi conhecendo um monte de gente do Brasil no Paiol. E foi muito legal sair um pouco também dessa vida de Santa Cruz e e Alto de Pinheiros, e todo mundo, conhecido de todo mundo. De repente a gente tinha amiga do Rio, de Teresópolis, de Mogi Mirim, de Campinas, de... Enfim, ainda nem de muito distante, mas de outros lugares, de outros ventos, né? E E aí a gente tê, fez uma turma muito forte em Mogi Mirim, e a gente começou a passar os carnavais em Mogi Mirim. E carnaval é um show de horror, porque a gente aprontava mesmo, de todos os aspectos, assim, vários gatinhos.

Uma coisa até que eu olho e falo gente, como pode, né?. Mas enfim, a gente... E e, e eu e a Lu, a gente era muito igual nesse aspecto. Assim, a gente queria mais era... pirar o cabeção <laughs> mesmo, ficar... Então era era bem divertido essa fase, assim, E tinha as meninas de Moji que eram divertidíssimas, engraçadésimas. E aí a gente fez um bloco de carnaval, que era Faniquito, que eram cem meninas. E a gente ganhou e ganhava as coisas de mais animadas. E aí a ideia lá era ficar com vários gatinhos e curtir carnaval. E era isso.

E aí depois, no dia seguinte, morria de rir do que que uma tinha feito, do que que a outra tinha feito, não sei o quê. Bem divertido. Até esses dias eu estava pensando que eu estou... que deve fazer, sei lá, muitos anos que a gente não vê essas meninas de Mogi. E elas eram muito amigas, que valia a pena um reencontro com elas. Estou com saudade. A Lê Godói, a Malu, a Lika... a Cris, nas figurinhas. Uma era filha do prefeito, então também a gente ia para a casa do prefeito, a outra era, ela era um pouco mais velha, então ela tinha carro antes de todo mundo ter carro, também era muito legal. E aí essa foi a fase da adolescência. Aí era aprontando mesmo, era aprontando, a gente aprontou bastante, bebia para caramba. Até meio feio, assim, meio deprê olhando de hoje, mas na época era maravilhoso. Mas a gente tomava, assim, altíssimos porres e e e direto, toda hora. E hoje olhando eu falo, nossa, que coisa nada a ver, que deprê, mas realmente não era nada deprê, era ótimo.

E aí surgiu também a baleia, que é a praia que onde minha mãe tem casa até hoje, que era uma praia, uma casa no... Tinha a casa do Guarujá, quando a gente era pequenininha. A gente ia para o Guarujá, tinha uma pracinha do lado, e era tudo muito gostoso, que era muito fácil. A minha casa ficava bem entre o Casa Grande e o Delfim, dois hotéis. Então a gente era meio também amigo dos caras dos hotéis, então eu ficava na casa, mas no fundo você podia ir na piscina do Casa Grande, na piscina do Delfim, e ficava meio nesses dois hotéis. E na pracinha. E e aí vendeu a casa do Guarujá, porque o Guarujá foi ficando muito Guarujá mesmo, e e a gente comprou essa casa, meus pais, né, na Baleia, que era uma praia super mais selvagem, realmente tinha não tinha muita gente, a gente conhecia todo mundo. Então foi uma fase muito gostosa, assim, por volta dos doze anos até os vinte, a baleia foi um... foi a minha onça da adolescência, foi onde eu... Onde eu aí comecei a pegar onda, curti pegar onda, ficar na praia o dia inteiro. Enfim, pode falar essas as coisas dessas transgressões assim? Como é que
Você fica à vontade <laughs> para contar o que quiser. É.
E aí na na baleia era isso, aí também as meninas, amigas, eu ia sempre com dez, eu lembro da minha mãe falando mas não dá para uma vez você vir para a praia sem ter que vir com seis amigas sabe? Eu achava que a coisa mais normal do mundo era eu levar seis amigas, né? Nossa, minha mãe e meu pai foram bem legais nesse aspecto, porque hoje eu fico pensando, gente... Trampo, né? Levar seis amigas, tem que fazer aqueles pirex de comida para todo O tempo todo e eu sempre levava um monte de amiga e para dormir em casa também. Eh, a casa da minha mãe aqui em São Paulo sempre foi uma casa que dormia assim, dormia seis, cinco, dormia uma turma sempre junto. Enfim, mas era bom. E...
como que foi, eh, que você falou que você, enfim, tinha vários casos e tal, mas como que foi o primeiro namorado, você lembra?
Ai, não, eu lembro o primeiro beijo que foi o Ricardo, que foi um horror. <laughs> Porque primeiro que ele fumava, e beijar, primeiro beijo com um cigarro, foi ruim, cara, bem ruim. E foi um susto também, porque eu não estava esperando, assim, um beijo, de repente. De repente, o cara veio, me deu um beijo, né, ele era mais velho um pouco eu estava na festa da Marisa, e ele era meio irmão dela, assim, meio primo, sei lá. E e eu achava o cara um gato, super legal, tá?

doze, treze anos. Mas eu tomei um susto quando ele me beijou, assim. Tanto tomei um susto que era perto do do Natal. E eu fiquei... Eu lembro que eu passei o Natal inteiro com febre. Eu fiquei é doentíssima de pânico de ter que beijar o cara de novo. Porque ele me ligava e eu falava não, não quero. De jeito nenhum. Foi bem ruim. Aí Aí demorou um ãh uns dois anos para eu beijar de novo. Porque aí eu falei ai, não. Muito ruim esse negócio de beijar. Não estou afim. Falei ah, e agora?. Como é que eu vou fazer? Porque eu não gostei disso. Como é que faz se você não gostou de beijar? Aí eu falei, vai ser bem chato e tal. E aí eu aí eu conheci um cara, que era o que é o Xandó, que foi meu primeiro namoradinho assim mais certinho, porque aí ele me pediu em namoro, teve nananã... E aí, de repente, eu já estava namorando ele sem beijar. Então, não ia ter jeito, ia ter escape, né? Tinha que beijar, já estava namorando fazia umas duas semanas, assim, e eu sempre meio. Falei bom, não existe isso, né? E aí, beijei. Aí foi tudo em ordem. Dali para frente, também Aí foi uma beijação só. Eu acho que não. O Xandó eu namorei uns, sei lá, uns seis meses. E era um um querido super fofo, super legal, todo cheio de mandar flores, todo direitinho, bonitinho. Ia lá em casa e falava pa e et

Aí depois teve uma outra uma outra paixão, assim, que foi o Tico, que era um outro cara, eh... Nada certinho, mas que... Aí aí que eu peguei gosto pela coisa. O Tico me... me soltou, assim, de eu de eu curtir, ficar com o cara, achar gostoso, achar bom, porque o Xandó ainda era aquela coisa meio formal, assim, né? Então, vamos beijar, tal. Agora... E aí, depois do Tico, aí, realmente, aí, realmente, eu desembestei. Eu tive uma fase bem de de de muitos namoradinhos e casinhos e muitas histórias. E aí, eu tive um outro grande amor, assim, de adolescência, que foi o Ferzinho. que era um cara... Até, a o Tomás, meu filho nasceu faz nove meses e eu estava na maternidade, chegando da sala de parto, entrando no quarto, olhei no quarto do lado, era ele com a mulher. Falei ah, não, não quero que me veja, né? Eu toda inchada, assim, eu falei, ai, não, ve ver um um um amor, era um amor. Não sei o tanto que ele gostou de mim, mas eu gostei muito dele.

E no meio de um rolo, porque era era uma relação que toda hora a gente brigava, ia, voltava e tal, mas eu era apaixonadíssima por ele. Eu lembro até que foi uma época que eu fiquei super informa, porque eu tava sem a tal da mobilete, ele morava no Morumbi, lá no Morumbi, perto da casa da fazenda, longe. E eu morava aqui, no Alta de Pinheiros, e eu pegava a minha bike e eu ia só para ficar passando na casa da frente, na frente da casa dele, para ver se eu via. Isso eu fiz algumas vezes, era longe para burro. Enfim, gostei dele. E aí fui e aí a gente estava numa idade, assim, dezessete anos, de ir morar fora, daquela coisa de fazer o intercâmbio, tal. E eu fui fazer intercâmbio, não namorando ele, mas numa fase meio namorando, meio não e tal. E aí eu passei seis meses lá. E como eu havia contado que eu e a Lu, porque às vezes a gente era aquela duplinha mais depravadinha, que fazia as coisas tudo errado, a Lu ficou com o Ferzinho. Então foi minha tristeza e horror, porque eu fiquei arrasada, porque a minha ídola estava ficando com o cara que eu gostava, e ela também ficou arrasada, a gente era a melhor amiga. Foi super difícil, e mas a gente também passou.

É, o Ferzinho acho que foi uma foi uma história que nunca ficou muito assim. Tanto que quando eu olhei ele lá, eu fiquei nervosa que nem adolescente, né? Só que eu tava voltando com meu marido da sala de parto, né? A situação. E ele casou com uma menina que eu adoro, que é a Kika. Enfim, tudo bem. Eu acho que esse... E aí eu fui morar fora, né? Então eu fiquei fiquei sete meses morando... No Texas, nos Estados Unidos.
E como foi esse tempo?
Você foi lá para estudar? Eu fui lá para jogar futebol e estudar inglês e comecei com futebol e com inglês foi super gostoso. Fui para o Texas e aí tinha uma técnica lá do futebol que era a Catty, que era super legal, adorei, nananã. E aí depois desse um mês do futebol, eu ia para uma casa de família. E eu fui para uma casa de família que tinha o Bill e a Eggie. O Bill era um senhor de uns sessenta anos, estranhésimo, estranhésimo, fazendeiraço, e muito estranhão. E ela era uns trinta anos mais nova que ele, super... Sim, senhor, Bill, nananã. Era uma casa totalmente militar, muito estranha. E eu não me adaptei. Eu fiquei... Aliás, eu tava na vida de adolescente brasileiro que não dá para ser melhor. Era caindo na balada, ficando com vários gatinhos, curtindo, eh, feliz, fazendo um monte de esporte, conhecendo um monte de gente, carnaval, nananã, e de repente eu vou para uma fazenda... Perto de Washington, não tinha nada, o cara não deixava fazer nada. E eu e eu e eu... Putz, eu virei uma nerd lá. Não conseguia ter amigo, não não deu certo. Eu queria jogar futebol, não dava porque o time já estava fechado. Eu queria, não sei o que lá, só conseguia entrar no clube de francês, que era uma coisa muito nerd. E e a outra coisa era ajudar o técnico de basquete, porque eu ficava tentando inventar atividade. E aí não foi dando certo e eu falei com ele um dia. Eu falei, olha, Bill, eu não estou feliz. Não está funcionando, está difícil. É que eu estava lá uns dois meses. Ele falou, você é muito mimada, você não sei o quê, você está muito mal acostumada, você tem que cair numa outra realidade. Eu falei, é, talvez eu seja mesmo um pouco mais mimada, minha vida sempre foi muito boa mesmo. Enfim, aí deu mais uns quinze dias e ele descobriu que eu estava falando para outras pessoas que eu não estava muito feliz e eu estava mesmo. Não estava falando nada demais, mas eu falei, eu não estou feliz, não está fácil, não estou bem, não sei o que. E um dia eu cheguei da da escola... Estavam as minhas coisas já todas empacotadas, foi um horror. Estavam as minhas coisas todas empacotadas, ele falou, você vai embora já. Você é uma má agradecida, você é péssima, você é um horror. E aí eu chorava, falava, desculpa, não é isso, que para mim está difícil. Eu não estou acostumada, morar numa fazenda, piriri, parará, pararã Enfim, eles falaram, você vai embora para o Brasil agora, você não merece estar aqui, aquelas coisas meio de americano também, meio, estamos recebendo você e você não, não sei o quê. Daí eu falei, olha, desculpa, e isso era exatamente, hoje é dia dois de outubro, era dia três de outubro. Então, era era um dia que se eu voltasse para o Brasil, eu ia repetir de ano. Se eu voltasse em outubro, eu não tinha perdido agosto, setembro, não ia dar. Eu falei, eu não vou voltar. E aí começou um drama lá para eu ficar. Resumindo, eu acabei indo para a casa da Catty, que é a minha técnica de futebol, lá para o Texas. E acabei morando na casa dela. Ela falou, vem para cá, a gente vê o que que vai fazer. Uma americana, gordona, super gente fina, numa família... de três pessoas, eram três filhos, e eu e eu fiquei uma semana assim despretensiosa, pensando que eu ia para uma outra família. Então eu não fiquei naquela coisa de essa será a família que eu vou viver seis meses e tal. E aí eu me dei super bem com elas. Aí depois de uma semana ela ela falou, eu faço questão de você fique aqui, você é maravilhosa, ele está muito enganado, a gente vai ter uma experiência ótima, e assim foi. E aí, só que a cidade era péssima, aí era na na na fronteira com o México, uma cidade super difícil, assim, árida, El Paso. E eu cresci, fiquei lá, eh, dezesseis, com dezessete anos, engordei loucamente dez quilos. E super feliz, adorando, vivia uma vida de família lá. Eu não estava nem aí com namorado, com balada, foi o contrário. Até namorei um coreanozinho, que eu não conto muito para ninguém, mas teve essa história desse coreano. E eu também era meio um pouco apaixonadinha por um outro cara, que era o Chad que vocês acredi... que era ele era trabalhava em funerária. <laughs> O cara só vendia caixão, fazia um negó muito estranho. Ainda bem que esse aí eu não namorei, namorei só o coreano, esquisitésimo também. Ou seja, foi uma fase bem estranha, que eu falei, gente, parece que eu fui num outro mundo, assim, né, e nessa outra família. E e eu fui para lá depois visitar a Catty, a Karen, o o Donald, o Scott, que eram os meus irmãozinhos. Fiquei super... Uma família super querida. E o ano passado o Donald, que era o pai da família, também faleceu. Teve uma... Nossa, quantas pessoas já se foram, né? Na minha história. Mas o Donald faleceu e e, putz, e eu fiquei pensando como que deve estar sendo difícil para ela, porque eles eram um puta casal, nota dez, sabe? E ele super bancava, ela toda gordona e divertida, e ele era apaixonadésimo por ela, um amor tão bonito. E... Enfim. E aí até falei com eles esses dias. Mas enfim, né, e fui para lá e quando eu voltei, voltei uma gorda. <laughs> Ups. Acabou a fita. Vocês querem parar um pouquinho?
Não... E aí você voltou para o Brasil do intercâmbio. Como foi essa
Foi horrível. Porque aí eu estava super gorda. Eu fui pesando quarenta e nove quilos, voltei pesando cinquenta e nove. Voltei na véspera do Réveillon, de com dezoito anos. Aquela idade da turma é tudo, né? Você quer ficar o tempo inteiro com os amigos e tal. E dezoito anos, gordésima, branquésima... E fui para a praia, no dia trinta, cheguei lá, falei, e ainda sabendo que a Lu tinha ficado com o Ferzinho, aquela situação horrível. Nossa, foi péssimo. A minha volta foi bem difícil. Aí eu fiz três dias de regime assim, um dia eu tomei só leite, um dia eu comi só frango, um dia eu comi só fruta. Emagreci quatro quilos. <laughs> Cinquenta e nove fui para cinquenta e seis, e aí fui baixando, aí, enfim. Foi um aninho mais gordinho, aí eu falo isso porque essa questão dos quilos, desde então, permeia a minha vida. E continuo aqui. Mais... Mas só uma coisa, assim, aproveitando aqui. Lá nos Estados Unidos, ainda, nessa fase que eu estava na casa da Catty, eu também aprontava com esse coreano, dava umas saídas, umas fugidas com o coreano. E e aí eu lembro um dia... Vou co só contar essa história porque eu acho que preciso contar isso ainda para a minha mãe de lá, sabe? Porque aí teve um dia que eu tinha saído com ele e e a poli e chegou uma polícia e falou, cadê os Eu estava sem passaporte, eles tiveram que ir até a minha casa. Se ela soubesse que eu estava fugindo todos os dias pela janela... E saindo com o coreano, que ela odiava o coreano. Ela odiava, porque ela trabalhava na escola, ela conhecia o tal do coreano. Realmente, ele era detestável. Mas, enfim, na época eu gostava. E, putz, aí chegou aquela carro de polícia americana, nanã, não sei o quê. Não A casa dela era bastante de vidro, com aquela sirene vermelha e azul, assim, passando na casa inteira dentro. Ficava tudo vermelho, tudo azul, às três da manhã. Eu falei, gente, se ela me pega aqui... Bom, não pegou e aí às vezes eu acho que eu tinha que contar para ela, falar aí Catty sabia que eu fazia isso e isso, porque eu acho que foi uma coisa que ficou uma mentirinha assim na minha vida mal resolvida. Quem sabe qualquer hora eu mando um e-mail para ela, pelo menos contando, ó, só preciso te contar que... <laughs> E aí eu conto essa história. E aí a volta foi isso, aí em abril, quando eu voltei em dezembro, em abril, e aí eu voltei para escola também, péssima, tinha uma química, não entendia nada, tirei ê na escola, fui super mal, morrendo de medo de não passar de ano no ano seguinte, foi um ano difícil de de estudo, de pegar o pé de novo. Difícil também voltar para casa da minha mãe, minha mãe é uma chata comigo, acho que ela também não, né, não, me reconheceu tão bem, eu voltei diferente, voltei uma gorda, meio chata, meio sei lá, estava num outro momento. Foi difícil a volta.
Você voltou para que ano do colégio?
Para o terceiro colegial. E... E aí foi isso, aí voltei, aí aí conheci o Dega, que foi o meu primeiro namoradão, assim, portantão.

Aí namorei o Dega há um ano e meio. Foi um também um super amor, um super querido. Sempre me tratou super bem. A gente teve uma história super bonita, assim, de namoro de adolescentes. Super apaixonados e tal. Mas terminou também. Um dia eu já não queria mais, ele não queria mais.

Hoje ele mora na na rua da minha mãe, tem duas filhinhas, mora lá.
E aí você voltou para fazer o terceiro ano, que teve esses, isso, percalços aí por conta das notas e tal. É Mas você já estava decidida na psicologia?
Não, não tanto que eu prestei vestibular para várias coisas. Eu prestei relações públicas, que era, é comunicação, né, comunicação, pedagogia e psicologia. E acabei entrando em todas e me matriculando em todas, não sabia o que fazer. Eu comecei a fazer pedagogia na Usp, psicologia na Puc, e aí larguei a pedagogia rápido e fiquei na psicologia, e aí sim, aí sempre foi o que eu, nem uma vez depois que eu deu está na psicologia eu questionei. Eu sempre penso que caminhos tomar na psicologia, né, ainda penso, mas... mas aí ficou muito claro que era que é a psicologia era a formação que me interessava, e que eu queria fazer e tal.
E como que foi essa passagem pelo mundo da universidade?
Uma delícia. A Puc, puta, puta... Faculdade legal, astral, faculdade de pensar bastante, ficar bem cabeção mesmo, fumar maconha, pensar um monte de coisa, viajar, fazer festinhas, estudar para caramba, defender causas. Eu fiquei bem universitáriazinha mesmo. Curti, curti a Puc. Foi um tempo bom. A pena era estar namorando, porque o Dega era mais playboyzinho, assim, e a turma da Puc era toda mais bicho-grilo, e eu acabei não mergulhando tanto na na turma da Puc, que se eu tivesse mergulhado teria sido legal, vivido mais intensamente ainda a faculdade. Mas foi uma fase boa, foi uma fase muito boa a Puc, todos os anos da Puc. Muito gostoso e a gente... e ia lá para o Docas, ficava tomando cerveja depois, eu eu curti muito a faculdade. E aí as férias eram longas na Bahia, sempre, então ficava dois meses, três meses em Itacaré, Caraíba, Arraial d'Ajuda, Trancoso, muito gostoso. O Arraial era o lugar que a gente ia mais no começo lá, né? sei lá, quinze anos atrás, mas era para onde a gente ia e ficava. Com... Com o Eu ia com as minhas amigas do Santa Cruz mesmo. As da faculdade eu tenho ainda algumas poucas boas amigas, duas ou três, mas, assim, nunca foi a minha turmona. Foi uma turma de faculdade mesmo, assim. E as minhas amigonas mesmo se mantiveram as antigas e com elas que eu fui para a Bahia e com elas que eu fiz todas as idas para a Bahia. A gente foi muitas vezes para Bahia, de ônibus, dez meninas, seis meninas, tantas meninas e ficava um tempão lá. E era demais, uma delícia, assim, só tomando sol, tomando cerveja, andando para lá. Eu sempre gostei muito de andar, então, na Bahia eu andava, assim, de doze quilômetros, vinte quilômetros num dia e tal. Depois eu fui fazer o caminho de Santiago, quando eu cresci um pouquinho mais, andar oitocentos e sessenta lá já logo de vez. E continuo andando bastante até hoje.

Como que foi aí a entrada no mercado de trabalho? Você começou a trabalhar com psicologia?
Puts, eu comecei a trabalhar num pro numa pesquisa que era o O do Borogodó, que era assim, você tinha que bater numa porta, pular três, bater em outra porta, pular três, bater noutra porta, e aí você fazia um questionariozinho simples para pessoa, se ela passava, você tinha que convencer ela de fazer uma uma entrevista com você que durava quase duas horas. Uma coisa dificílima, dificílima. E aí eu comecei a meio que roubar, porque eu falava, fazia, a pessoa não conseguia, daí de repente eu passava um dia inteiro de trabalho e não tinha feito um questionário. E aí eu fazia com o zelador, fa fiz nos outros lugares, aí eu falei, um dia eu fui lá e falei, olha, eu não consigo mais trabalho. Então o primeiro trabalho foi uma experiência meio ruim, porque eu meio que roubei, sabe? Eu tive que, eu forjei um pouco a pesquisa e uma hora eu falei, ó, impossível, meu, as pessoas não respondem, só os zeladores. Tipo, num prédio, não tinha, só conseguia pegar zelador num prédio, eu lembro bem disso. Enfim, aí saí desse desse projeto. E e fui trabalhar dando aula de inglês para criança numa escolinha que se chamava Past time, que tinha duas donas, que eram a Raquel e a Ana Luísa, que me ensinaram um pouco a trabalhar, a fazer registro, fazer relatório, a fazer planejamento, a organizar minha rotina de trabalho, a chegar no horário, a participar das reuniões. Foi o primeiro lugar assim de trabalho e acho que eram eram meninas bem bem exigentes, bem competentes, bem bacanas, assim, para mim foi... Isso ainda estava no, sei lá, quarto ou quinto ano da faculdade. E aí, quando eu me formei, eu já fiz várias coisas. Eu já abri o consultório no primeiro ano, já continuei nessa nessa escola e fui trabalhar na no desenvolvimento de um projeto social para uma empresa que pediu. E essa empresa me mantive até o ano passado e o projeto social é o Fazendo História, que acabou tendo... se se revirando e virou hoje a Ong que eu coordeno o trabalho e tal.
Fala um pouquinho sobre o Fazendo História.
O Fazenda História trabalha com o registro da história de vida das crianças que moram nos abrigos. Então, eh, eu comecei indo como voluntária em alguns abrigos, depois eh resolvi desenvolver um trabalho durante um ano num abrigo com adolescentes grávidas e recém mães. Foi um trabalho lindo de fazer o álbum da menina junto com o seu bebê e dela poder investir nessa história, olhar para essa história e dar um lugar bonito para essa história. E e foi tão legal que daí eu decidi me organizar, escrever, escrevi um projeto e consegui o apoio da Lei Rouanet, e assim, consegui um patrocínio. E aí o projeto, de repente, a gente tinha, sei lá, de de de fazer um negocinho que que era eu voluntária num abrigo, virou um projeto que tinha cento e vinte mil reais para fazer bastante, em vários lugares e tal. E isso foi em dois mil e dois. E aí ele foi crescendo. Em dois mil e treze sete, oito. Em dois mil e cinco, acho que eu consegui me unir a outras pessoas para não ficar tão em cima de mim. A gente formou uma Ong dentro de um grupo de trabalho. E hoje acho que ele tem pernas próprias. Hoje eu já acho que não está mais tão em mim.
Você estava contando então para a gente do Fazendo História. É... Fala um pouco da equipe, como ela foi se
No primeiro ano era eu, a Tati e a outra Tati. E éramos nós três. Duas pessoas que trabalhavam mais nos abrigos diretamente e eu coordenando o projeto. Também nos abrigos, mas também aqui numa coordenação mais geral.
E como que entraram em
Elas também era, elas também eram da psicologia? Elas também eram da psicologia. A Tati é minha amigona da faculdade, que ainda é até hoje. E e a outra Tati fo foi indicada pelo pelo cara que era o namorado dela na época, que eu conhecia de outros cantos. Enfim, e deu super certo. É... A Tati, minha amigona, saiu, porque acho que no primeiro ano tanto eu era imatura para coordenar, era super brava, exigente, achava que nada estava bom. Eu acho que teve bastante da minha imaturidade mesmo para coordenar e um tanto da da Tati também, que também estava aprendendo a trabalhar e a gente estava muito no começo da vida ali, de trabalho.

E aí a outra Tati ficou, ficou muito tempo, também adoeceu, teve uma leucemia, eh conseguiu, já fez dois transplantes, está aí ainda hoje batalhando contra essa doença, essa história dela. E e aí foram chegando pessoas, foram, foi se construindo ali. Hoje a gente tem um... E aí, assim, tinham outras pessoas que também trabalhavam em abrigos e que queriam montar uma Ong. Então, um dia a gente se reuniu. A Renata, que era de um outro projeto, a Lola, eu e a Cacá. E a gente formou uma um corpo, uma diretoria, assim, para para dar início mesmo à organização. E aí eu fui convidando outras pessoas para trabalhar. Hoje, há três anos, entrou a Bruna, que foi uma su um super ganho para o trabalho, uma super amiga e e também profissional. E aí o Fazendo História foi ganhando corpo, aí a gente fez uma publicação, aí a gente fez um vídeo, aí a gente está crescendo, está aparecendo. Eu gosto bastante do projeto, eu não gosto tanto dessa função que eu estou hoje só de desenvolvimento institucional, de conseguir grana, de escrever projeto, de fazer a comunicação, de Eu gosto de estar com as crianças, de estar nos abrigos. E tenho questionado um pouquinho, assim. Alguma hora eu gostaria de de dar um salto e deixar o Fazendo História para outras pessoas cuidarem. Mas eu acho que precisa ser quando eu tiver um pouquinho mais de certeza de que está tudo bem encaminhado. Acho que estou bem perto disso. E você deixou, você falou que abriu um consultório quando você se formou, você. Eh... É, então, porque aí va várias coisas aconteceram na minha vida de trabalho mesmo. Entre elas, assim, o consultório foi acontecendo e eu comecei, eu fui... Quando eu eu me formei, eu me casei. com uma pessoa que era o Motinha, que foi um outro, aí teve teve uns namorados aí no meio, teve o Dega, teve o Deguinho, que foi um namoradão importante, aí eu me casei com o Motinha. E, eh, e me separei um ano depois. E aí, nessa de me separar, eu fui fazer umas caminhadas, eu fui para Chapada Diamantina, eu comecei a curtir esse lance da caminhada. de caminhar muito. E fiz caminhadas de dois dias, três dias, cinco dias, e aí quando eu me separei eu decidi fazer esse essa história do Caminho de Santiago, que é uma caminhada de trinta dias. E aí eu adorei, achei super bacana, super intenso, super forte, descobri um monte de coisa de mim mesma, fiquei muito inteira, assim, depois do caminho, voltei muito centrada, muito certa do que eu queria. Do que eu achava certo e errado na vida. Porque acho que eu tive uns momentos antes de fazer coisa, muita coisa errada, sabe? Tanto nesse casamento com o Motinha, quanto em alguns trabalhos, sabe? Até um momento que eu me senti mais centrada, mais no eixo. E e acho que o caminho foi muito importante para isso. Mas aí eu comecei a curtir essas coisas de aventura. E aí eu descobri que tinha uma Ong... no mundo, que se chamava que se chama Outward Bound, que faz caminhadas, escaladas, remo, várias coisas com o objetivo de ajudar as pessoas a descobrirem seus potenciais e ficarem mais fortes, mais inteiras, mais, eh... se comunicando melhor, melhores líderes, enfim, tem muita habilidade que dá para se ganhar nessas atividades em grupo ao ar livre. E aí eu fui descobrindo isso Comecei a fazer corrida de aventura e curti muito fazer corrida de aventura, então eu comecei a fazer umas corridas longas de dez dias. Eu fiz uma corrida, a primeira corrida de aventura que eu fui fazer, eu achava que a gente era ruim, então eu treinei muito, muito, muito. E aí a gente ganhou a prova. E foi assim uma coisa absurda a gente ganhar a primeira prova. Era eu, o Adhemar e o Pedro. Então a, a gente se divertiu na Bocaina, fizemos uma super prova bacanérrima, rimamos super bem, corremos super bem, pedalamos super bem. Foi uma prova de trinta e seis horas, ganhamos. E aí logo depois veio um convite para fazer uma prova de uma semana, que era uma semana ininterrupta, que era o o Ema, Expedição Mata Atlântica, e que era aqui no entre o Rio e São Paulo. E aí a gente topou também, e aí eu fui, eu, o o o Ademar e a Laís. E e fizemos essa prova e adoramos, e aí começou a virar uma coisa importante na minha vida, essa coisa do esporte mais forte, e da corrida, treinando três horas por dia, super adorando. E paralelamente o consultório, que eu falava, gente, eu não sei se eu estou ajudando mais as pessoas aqui no consultório, ou se essa história de corrida de aventura é o que faz as pessoas ficarem melhores, eu acho que é mais por aí. E aí eu descobri essa Outerbound que junta um pouco a psicologia com a coisa da aventura, com a educação experiencial ao ar livre. E aí eu fui para os Estados Unidos e passei dois meses fazendo uma formação para trabalhar com isso, com a educação experiencial ao ar livre, moderar grupos e facilitar processos de grupo com remada, com caminhada, com escalada, com esse tipo de coisa. E aí, puta, me descobri, achei tudo de bom, achei a coisa mais legal do mundo, adorei, sou boa nisso, faço bem feito, sempre os resultados são bons, é muito imediato também, né? Que nem o consultório que você fica lá três anos e às vezes o paciente volta e de novo está falando que quer se suicidar, entendeu? Eu falei, puta, eu não não consigo lidar com essa com essa falta de resultado imediato, eu preciso de resultado, assim.

E aí, Outerbound, foi tudo de bom, porque aí quando eles iam começar a escola aqui no Brasil, em dois Eu fui para lá, fiz uma formação lá, e o primeiro curso que foi acontecer aqui foi justamente na Chapada Diamantina, que já era um lugar do meu coração. E eu fui ficar quinze dias com um grupo de adolescentes, fazendo uma caminhada incrível, com outro instrutor, que é o Fábio, que é incrível, aprendendo um monte, adorando. E de dois mil até hoje, eu nunca mais parei também de trabalhar com Outerbound. Só que daí, na Outerbound, eu trabalho no campo, eu trabalho com o grupo, moderando o grupo, Voltei a semana passada de do meu retorno ao campo depois do meu nenenzinho parar de mamar. Então é uma grande paixão a Outerbound foi se E aí por isso que eu tive que fechar o consultório, porque eu comecei a viajar muito. E aí não não era compatível, porque eu comecei a realmente trabalhar muitos cursos na E aí não dava para ficar quinze dias, voltar, ficar mais uma semana, voltar, ficar mais quatro dias, voltar. Eu falei, não, uma coisa ou outra. Então eu fechei o consultório, aí fiquei com o Outerbound, fazendo história, a empresa que eu montei o projeto social, que é a Parsol, o Camp, que é a empresa do meu marido que eu acabei ajudando, e eu sempre trabalhei em cinco lugares, trabalhava nesses cinco lugares. Agora eu estou só no Fazenda História e na Outerbound um pouquinho, assim. Porque agora eu tenho meus filhotes, né?
Então, conta um pouco como foi que você conheceu o seu marido de agora.
Meu marido era um príncipe no carnaval, lá de Guaranésia Quando eu tinha treze anos, eu era bruxa e ele era Mas, enfim, eu conheci ele lá, achei aquele cara um gatésimo, mais velho, assim, mas depois passaram-se muitos anos sem eu ver. E depois que eu me separei, que eu estava nessas de vou fazer o caminho de Santiago, ele dava treino para uma amiga minha. Ele era ele é super E ele dava treino para uma amiga minha e e eu estava super sem grana, mas querendo treinar um pouco mais, porque eu estava começando a fazer essas corridas de aventura, ele era o bambambam dessas corridas de aventura. E ele falou, não, eu topo, eu dou uns treinos para você, a gente vai vendo, você vê quanto pode pagar. E ele começou a me dar treino. Resumindo, ele era meu treinador e eu peguei ele para mim. Aí, um dia lá que eu fui, até lembro do dia que eu fui treinar, eu tinha tomado um puta porre, estava meio deprê, e não sei o quê, e comecei a chorar as pitangas para ele, falar isso, e a gente foi almoçar, e a gente ficou junto, e nesse dia que a gente ficou junto, eu já falei, nossa, gostei demais desse cara. E aí, desde, daí nesse mesmo dia, ele já falou, posso ir para a tua casa à noite?

E a gente começou a ficar muito junto desde desse dia. Ele ele ainda estava finalizando uma uma história dele aí longa. E e aí a gente foi para Bahia, se encontrou, ficou juntos, tésimos, e Enfim, foi um super amor mesmo. E é ainda hoje. Um super amor mesmo.

E a gente ficou junto, a gente começou a... ele morava na casa dele e eu na minha, e a gente acabou adotando um cachorro numa aventura aí que rolou, tinha um cachorrinho pequenininho, né, quem leva o cachorro, quem não leva o cachorro, não sei o quê. Levamos o cachorro, aí a gente morava cada dois, cada um num lugarzinho tipo esse aqui, não dava para ter um cachorro. Aí eu comecei a procurar uma casa para gente poder ter o cachorro, e aí achamos uma casa, fomos morar junto, e aí sempre foi super bom e deu tudo certo. E aí depois a gente decidiu que a gente queria ter um filho e aí a gente decidiu casar. A gente fez um casamento aí sim, do meu jeito, na praia, todo mundo de branco, um dia lindo, uma tarde bem bonita, eh, uma coisa simples, eh, uma baladona só com os nossos melhores amigos, muito gostoso. E aí a gente começou a ter os nossos filhinhos, aí veio o João Pedro e o Tomásio.
E como que foi ser mãe, ter os filhos? Eh,
Ser mãe está sendo, né, uma descoberta a cada dia. O João Pedro tem três anos. O primeiro ano de vida dele foi um, acho que o ano mais intenso da minha vida. Loucura essa história de ser mãe. Achei super difícil. E e eu falava, eu não dormia e eu achava que... Como é que eu ia fazer? Para mim foi super difícil, na verdade. O João Pedro é um me menininho muito bacana, muito legal, muito intenso, muito cheio de vida, com muita ideia legal. É um moleque bacana mesmo, assim. Mas, para mim, foi muito difícil, assim Demorou para eu entender que a balada era outra, que o negócio tinha mudado e que o astral era outro. Agora, com a chegada do Tomás, eu já estou muito muito curtindo. Então, eh, o João Pedro é quem sofreu mais, eu acho, porque eu eu apanhei com ele. Eu ficava querendo meio que a minha vida de volta, como se isso fosse possível. É outra vida. E é uma outra vida cheia de brilho, cheia de amor, cheia de coisa legal, mas são outras coisas, né? Então, enquanto eu fiquei querendo ter aventura, porque eu estava num momento de aventura, que era fazer aventura o tempo inteiro, era ir para o mato ficar dez dias, ir para o mato ficar quinze dias, toda hora querendo ir para o mato, entendeu? Eu só queria ir para a floresta. Minha balada era essa, caminhar, escalar e e de repente com o nenê não não rolava mais. E aí a do meu marido também, a do Zolino também. E para ele, continuou. Então, assim, a gente está entendendo ainda como é que a gente adequa essa nova vida nossa. Eh, eu acho que o último ano foi um ano que a gente já soube mais. E conseguimos ter algumas pequenas aventuras mais mais cabíveis, Não dá para escalar não sei quantos mil dias com um nenê, mas dá para fazer uma viagem para o Alasca e acampar grávida. Tem coisas que é possível, tem coisas que não é. Enfim, está, a gente está descobrindo. E o Tomás também é um um um menininho tranquilo. Então agora eu estou com os meus dois meninos. A minha única tristeza é faltar uma menininha e eu não vou ter um terceiro. Às vezes até vislumbra a ideia de adotar uma menina, porque eu realmente acho que essa coisa da geração das mulheres na minha vida é muito forte, da vovó Moema, da minha mãe, minha. paramos, né? Então me dá um pouco essa sensação de que eu queria também ter a experiência de uma filha. Mas eu não, eu não gostei de ficar grávida. A parte da gravidez, assim, é feio falar, é muito mais bonita aquelas mulheres que falam, ah, que lindo, <laughs> mas eu me sentia super mal, enjoada, pesada, cansada, engordo para caramba, engordei quinze quilos cada uma das gravidezes, pelo menos.

super difícil fazer tudo, Tem que parar de correr, de de fazer as coisas que eu gosto, de esporte. Para mim é uma coisa bem difícil a gravidez. O dia que nasce o nenê vira uma maravilha, mas até nascer, para mim, é bem chato. E eu não não dou conta de mais uma gravidez, não. Quer dizer, se ela vier algum dia, se há alguma razão, estamos aí. Mas não é meu desejo mesmo. Para mim está bom. Os meus dois filhinhos, meus dois meninos, eh, os meus três, né? Porque o Zolino também é um moleque, então... Tenho três meninos em casa.
E aí você está conciliando agora isso com as viagens que você gosta de fazer? É...
É, a semana passada foi a primeira, né, que eu fiz, eh, que eu saí, fiquei cinco dias fora, longe dos menininhos, o Zolino estava aqui, então eu acho que, sabe, eu acho bem viável. Se não é uma coisa de eu ficar toda hora um mês fora, eu nem tenho esse desejo. Mas, sabe, se eu puder a cada dois, três meses sair e ficar uma semana na Outerbound, para mim está super legal. e mais uma vez por ano eu sair para ficar dez, quinze dias com o Zolino fora, só eu e ele, que eu acho também é importante, para mim minha sede de aventura está matada, e não precisa de mais. Então eu acho perfeitamente viável, ainda que talvez para os meninos não seja o mundo ideal uma mãe que a cada dois meses sai uma semana, ou a cada três meses sai uma semana, mas é isso. E eu acho que eles estão lidando bem, eles estão indo bem. Então eu estou conciliando, mas a semana que vem a gente vai para o Canadá, vou eu e o Zolino fazer uma viagenzinha, porque também quando os filhos vêm, o marido some, né? Não sobra tempo, não sobra espaço, não sobra energia para Eh, a energia está toda nos filhos. Então se você não cria um pouquinho de espaço para para nós dois, também fica difícil o casamento ficar gostoso como é para ser
E como que são essas viagens que você Você vai dentro do Brasil, fora do Brasil?
É, essas viagens são aqui. Tudo meio pertinho. A grande maioria é assim, é Chapada Diamantina, Itatiaia, muito Itatiaia. Tem Canastra, tem Serra do Cipó. E aí vai com um grupo de doze pessoas e o objetivo desse grupo é melhorar, é ter uma melhor relação consigo própria, com os outros e com o mundo. Então a gente vai desenvolvendo dinâmicas, atividades, aulas, conversas e a própria própria dinâmica da viagem, da caminhada, porque é um mapa, uma bússola, um percurso e vamos seguir. Já é uma dinâmica, de um demora, o outro tem que ser mais eficiente, como é que a gente vai fazer para melhorar... para esse grupo funcionar melhor. Então, o tempo todo, nós, instrutores, estamos chamando o grupo para pensar na sua prática para melhorar. Melhorar o seu jeito de se comunicar, melhorar o estilo de tomada de decisão, melhorar, eh, o timing, melhorar a cozinha, melhorar mapa e bússola. Então, é melhorar. Eu sou fascinada pelo pro pelos programas da Eu acho uma coisa bem, bem, bem bacana. Se eu pudesse, eu fazia só isso da minha vida. Mas eu não posso. Não posso por causa dos meninos e não posso porque não tem curso para fazer o tempo todo isso mesmo. E porque eu também acho que não aguentaria não, na verdade, viajar tanto, tanto, tanto. Eu gosto de ficar em casa também. E...
E uma pergunta voltando um pouquinho. Como foi que você começou o trabalho com o Fazenda História? De ir nos abrigos? O que foi que te motivou a fazer isso?
Então, eu comecei voluntariamente trabalhando com uma criança, que era a Nathalie, que eu fiquei super comovida com a histo com o lance de ninguém saber nada dela. Ninguém saber nada. Quem são os pais dessa menina? Por que que ela está aqui? Há quanto tempo ela está aqui? Que dia é o aniversário dela? Nada, nada.

Um berço. Um berço com um nome. E e aí eu que era importante poder ter um pouco mais da história para saber com que criança eu estava me relacionando, isso lá na faculdade. Aí depois teve a história do dos boys adolescentes, das meninas adolescentes grávidas e recém mães, que foi uma curtição, foi super intenso e bacana de trabalhar. E aí a gente falou, vamo trabalhar com as histórias das crianças. As crianças merecem ter suas histórias, contar suas histórias, ter também a narrativa delas, também poder incluir o olhar delas na história delas, né? E, putz, é super bonito o trabalho. Realmente é bem gratificante e bem bacana. Então, às vezes eu me encho porque é uma rotina meio chata, porque tem essa parte institucional meio chata, porque porque acho que a gente se enche de tudo um pouco quando faz uma coisa demais. Mas eu até hojeveu não consegui assim, pensar em sair mesmo ainda disso, dessa dessa história.
Entendi. E o que que você tem de sonho daqui para frente, assim?
<sighs> É... Não sei, acho que eu ainda preciso reconstruir meus sonhos, porque acho que... De verdade é isso mesmo. Acho que eu tive um monte de planos, um monte de ideias e eu fui conseguindo e fazendo as coisas. Acho que essa virada da história da da Outerbound, da corrida de aventura e tal, foi uma coisa super virada de eu conseguir reorganizar a minha vida e incluir um negócio legal. E aí, de repente, eu tive que tirar isso de novo, porque foi um super investimento em virar a minha carreira para esse lado da da aventura e que, de repente, hoje não é mais para onde eu quero ir. E o Fazendo História também não é. Também não é assim onde eu quero estar daqui dez anos. Não é. Eu não quero. Não é isso. Então eu não sei o que que eu quero. Eu não sei mesmo. Às vezes eu tenho vontade de trabalhar numa outra organização, eh, defender um pouco algumas causas que eu acredito, da história de... Sei lá... A mim incomoda demais essa coisa do consumo, do consumo do mundo. Então tem, sabe, da da nossa relação com o mundo mesmo, com o meio ambiente. E eu acho que isso é uma coisa muito forte para mim e é uma causa que eu nunca trabalhei, nunca me aproximei. Então, às vezes, eu tenho vontade de me aproximar um pouco dela. A Outerbound me aproxima porque eu estou sempre lá no campo e na... na montanha e tal, mas às vezes eu tenho vontadezinha de trabalhar no Acatu, numa organização meio de consumo consciente, estudar um pouco mais isso. Às vezes eu tenho vontade de não fazer nada disso, de ficar um tempo meio vagabundeando com os meus filhos, sabe? Porque eu vi com o João Pedro que eles crescem muito rápido. Então, ao mesmo tempo que eu tenho vontade, eu não estou assim querendo fazer muita coisa, sabe? A verdade é essa. Eu estou numa fase que eu quero mais é ser, ficar sendo ali gostoso junto com os meus filhos. Então, eu acho que que ninguém me escute, mas às vezes eu tenho vontade de esses próximos dois, três anos, acho que são anos meio que de empurrar a vida profissional meio que com a barriga mesmo, deixar a coisa acontecendo meio de leve para poder existir com os meus filhos e curtir. E eu acho que só depois de eu passar isso que eu vou saber direito qual é a minha vibe, entendeu? Será que eu quero trabalhar para caramba, e fazer acontecer? Ou será que eu estou mais afim de morar num lugar mais tranquilo e de acalmar um pouco mais? Eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Eu sei que a gente acabou, eu e o Zolino, comprando uma casinha na montanha, que já é um jeito de adequar as coisas, então a gente tem uma cabaninha mesmo lá na Bocaina. E e lá a gente vai com os nossos filhos, a gente consegue ter cachoeira, pedalar, caminhar, ficar com as crianças, cozinhar. Então é um pouco de Outerbound misturado com aventura, misturado com uma vida de família e que vai dando uma identidade que para mim faz sentido. Os meus sonhos estão sendo simples, eu acho, no momento. Acho que é meio assim.
E tem mais alguma coisa que você queira resgatar? Alguma história que você queira contar? Alguma coisa que você não falou ainda?
Não, acho que a minha história é meio essa. Eu acho que ela é meio essa. Eu fiquei agora com essa sua pergunta dos sonhos pensando qual é a minha história futura. Eu acho que realmente não tem a menor clareza do que do que virá. Mas a minha a minha passada é essa. Eu acho que a única coisa que eu... Tenho para dizer assim, que eu acho que a minha história sempre foi muito boa. Eu sou muito grata, eu acordo todo dia com uma sensação de gratidão mesmo, de ter tanta saúde perto de mim, tanta gente legal, tanto amigo legal, uma família tão legal. Tomara que eu consiga construir a minha família para baixo aqui também, né, com os menininhos, bem legal. Eu acho que é isso.